Boa tarde, Seu Carlos. Boa tarde. Para a gente começar a entrevista, eh eu queria que o senhor se identificasse com o seu nome, local e data de nascimento.
Meu nome é Carlos Fulia Franco do Amaral. Eu nasci no dia treze de junho de mil novecentos e quarenta e quatro, em Marília, interior do estado de São Paulo.
Perfeito. E qual o nome dos pais, dos seus pais e avós?
O nome do meu pai é um nome bem raro. Ele se chamava Flósculo, Flósculo Franco do Amaral. E minha mãe, Ana Genoveva Soulier Franco do Amaral. Meus Meu pai era filho do Antônio Franco do Amaral e de uma sueca, que casou-se com uma sueca chamada Catarina Strongren Franco do Amaral. Já a minha mãe tinha o pai francês, na verdade, meio sangue francês. Ela nasceu em Paris, e o pai dela era de na nacionalidade francesa e a mãe brasileira.

Quer dizer, eu vim ao mundo em em Marília com uma consequência direta do piano. Porque se não existisse o piano, eu não existiria.
Qual que é a relação direta? Você pode explicar melhor essa história?
É uma história curiosa. Você veja que pode ilustrar como, às vezes, o destino faz travessuras e travessias realmente fantásticas.

Era uma figura naturalmente do século dezenove, de inícios para meados do século dezenove. <coughs> Ele estudou o piano com o Liszt, Franz Liszt. E deu-se bem, foi um excelente aluno do Liszt, e após terminados os seus estudos, ele procura o Liszt para... para ver se com ele conseguia algum trabalho, algum emprego. Você sabe muito bem que naquela época, naquele contexto europeu, um pianista tinha que trabalhar ou em uma casa nobre, em uma em uma palácio, em uma casa nobre, ou ou ou passava fome, porque não havia escolas. de música organizadas, pianista, nem orquestras que que fossem de restaurantes, essas coisas eu digo. Um grande pianista, como ele foi, precisava ter uma indicação para uma grande família, porque fazia parte da educação das grandes famílias, das grandes casas, a educação musical também. Todos tinham que aprender piano e conhecer música. Completava é a formação educacional dos jovens cultos da E o Liszt disse a ele, olha, a Europa está muito difícil, está muito complicada, seja na na na França, na Áustria, na Itália, na Alemanha, onde for, está tudo muito difícil, não há espaço. Mas eu acabo de receber uma carta do Brasil. Isto é um país interessante, é um país da América e tem lá um um um monarca, que tem um punhado de filhos que precisam de um professor de piano. Se você quiser ir para o Brasil, eu recomendo a ele. Olha Acho que é uma boa saída <laughs> nesse momento da minha vida. E assim, meu bisavô veio para o Brasil para ser um instrutor de de de piano da Casa Imperial Brasileira. Então ele ensinou piano para a Princesa Isabel, para os filhos do do Dom Pedro e da Dona Teresa Cristina. Aqui estando, ele casa-se com uma brasileira, que era Barbosa da Silva, da ilha, da ilha não, da cidade, do Bananal. O pai dessa minha bisavó era o mordomo-mor da corte, e chamado Barbosão, um homem muito importante na época e muito rico. E ele então casa-se, o Julião Sullyé, casa-se com a Ana Barbosa da Silva e depois da da proclamação da república ele vai embora para a França junto com a família imperial e lá fica.

E este meu avô foi criado na França, fez a escola militar de Saint-Cyr, e era um homem elegante que veio para cá no finalzinho do século dezenove porque estava ameaçado por graves questões na Europa, é o que me contava minha mãe, por exemplo, ele tinha já se batido em um duelo e e tinha ameaças das mulheres que tinham paixão por ele e que ameaçavam de jogar vitrol. Vitrol no rosto dele. Vitrol vem, excesso do sulfúrico. Você imagina que coisa terrível. Então as mulheres magoadas queriam se vingar dele com essas coisas e a mãe e o pai o mandaram para cá. Então ele vem para o Brasil e aqui se casa com a minha avó, que casou-se aos dezesseis anos. Ela era de Franca. E... e assim nasce e nascem os dois primeiros filhos e minha mãe, que é a terceira filha, nasceu já em Paris. Eles vo voltam para Paris e minha mãe nasceu lá em mil novecentos e Sete, está fazendo exatamente cem anos. Então, essa é a história. Já o meu pai, consta que a família Franco do Amaral tem é uma família realmente muito antiga do estado de São Paulo e que tem ramificações que vão até João Ramalho e Bartira, fundadores da cidade de São Paulo. Então, uma gente rural, uma gente da terra, uma gente... Meu pai, meu avô, meus bisavós, todos eles eram lavradores, agricultores e criadores, gente de trabalho na terra. Meu pai lia muito, gostava muito de de bons livros, de literatura, e minha mãe, eu me lembro que tinha uns livros, eh franceses com capa de pelica branca, que ficavam na estante, e assim eu aprendi a ler em francês bem cedo. Isso é o que eu tenho a dizer. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não
Não, foi muito além. Até foi ótima a história. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa tradição. O senhor, pelo visto, vem de uma família que já há algumas boas gerações era uma família de eruditos. De gente muito bem educada... Não.
Contrário. Ah. Contrário. A família Franco do Amaral é uma família de... Não não não tem ninguém erudito na família Franco do Amaral, não. Tem gente... de luta, da terra. Meu avô, por exemplo, o pai do meu pai foi tropeiro. Além de de de abridor de fazenda, que era um destino de todo paulista, como diz o Monteiro Lobato, não é? Então meu avô fazia fazia marchas fantásticas. Ele ia até o Rio Grande do Sul e trazia tropas com três mil mulas, três mil burros. Do Rio Grande do Sul até São Tropeiro. Como tropeiro. Isso é, isso Ele foi um dos últimos tropeiros. de São Paulo. Está certo, como se sabe, a família Silva Prado, ela tem origem... a riqueza da família Silva Prado tem origem nesse trabalho, nesse trabalho de tropeiros também. E meu avô ia buscar tropas de burros e moares no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, nos Campos Gerais e trazia para cá. Consta que uma vez ele foi a Bauru, Ele estava com a tropa vindo do sul, ãh, a caminho de São Paulo, que ele era de Ribeirão Preto e Sertãozinho, e estava vindo com esta tropa e parou em Bauru, que era um grande entroncamento ferroviário. Parou em Bauru, tinha o pátio da estação lá em Bauru, que era o único lugar que ele avistou como possibilidade para acomodar a tropa dele. Muito bem, então ele vai e procura o prefeito. O prefeito fala Ah, por mim, eu acho que sim, que é um lugar adequado, o senhor pode deixar sua tropa ali na no pátio da da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Mas o senhor precisa pedir essa autorização para o o diretor da Estrada de Ferro, para o encarregado aí da Estrada de Ferro, ele vai e procura o o o a tal figura e fala de maneira nenhuma. Aqui não pode pôr pôr esses animais, eles vão sujar o lugar, tal, E aqui é um lugar de trens, de cargas, aqui não eles não podem ficar. Mas eu não tenho outro lugar para colocar, como é que eu faço? E é noite, eu tenho que descansar, os animais têm que descansar, nós temos que refazer nossa nossa dispensa, com água, comida, et Falou não, aqui não pode. Ele volta ao prefeito, o prefeito também diz que não podia fazer nada. Ele falou tá bom, então solta a tropa na cidade. Soltou três mil burros na cidade de Bauru. Essa tropa foi invadindo as ruas, açougues, armazéns, praças. Fez um verdadeiro banzé em Bauru.
Estardalhaço.
E essa história é muito lembrada, me foi contada, aliás, por um antigo, o morador de Bauru, o Roberto Ferraz.
Quem é o Roberto Ferraz?
O Roberto Ferraz é um morador antiquíssimo de Bauru. É irmão do Guilherme Ferraz, do Marcos Ferraz, gente que morou lá em Bauru, porque eles eram filhos do Zé Henrique Ferraz, que por sua vez casou-se com a irmã do meu avô, Franco do Amaral.
Perfeito. Bom, eh Retomando um pouco o senhor quando estava comentando da da... Eles não eram eruditos.
Pelo lado da minha mãe, Teve esse meu bisavô pianista. Certo. Mas não havia ninguém erudito na minha família. Havia gente curiosa, que lia normalmente, que gostava de de de de de de literatura, de história, de se informar, mas ninguém erudito.
E qual que era a atividade profissional dos seus pais? Meu pai era fazendeiro.
Ele foi comprador de café e fazendeiro. Tinha uma pequena fazenda de café em Minha mãe era dona de casa, teve dez filhos. Entendi. Como
Como de praxe na época? dez Dez filhos. E o senhor chegou <coughs> nasceu nessa fazenda?
como que é nascer lá? Não não Eu nasci na cidade. na cidade Meus pais <coughs> nunca moraram em fazenda, e nem eu. Eu morei apenas um pequeno período, por dois anos, na na fazenda da minha irmã, quando eu retornei a Lins. Mas morávamos na cidade. Meu pai ia para a fazenda e voltava todos os dias. A gente tinha escola, tinha aquele bando de filho, então tinha escola.
Você comentou, é o senhor e mais nove irmãos. mais nove irmãos Como é que era o cotidiano em uma casa com dez irmãos? O Como era o dia a dia da casa? Olha era Era excelente.
A casa da minha infância não era propriamente uma casa grande. Era uma casa que tinha uma varanda, uma sala de visitas, uma sala de jantar e os o quarto dos meus pais. o quarto das minhas irmãs, o quarto do meu e do meu irmão, um banheiro, uma copa e uma cozinha. Tinha um vasto quintal. Tinha um quintal enorme ao lado da casa e nos fundos da casa. Quintal com jabuticabeira, com mangueira, com limoeiro, com tudo isso. E E ah foi foi excelente eu ter nascido nesta família e nestas circunstâncias, porque eu aprendi desde pequeno a ter as minhas coisas em ordem e a não mexer no que não era meu. Está entendendo? Então, tinha uma cômoda, por exemplo, uma cômoda cheia de gavetas. Uma gaveta era minha, onde eu guardava minhas coisas, camisas e outras coisas. Outra gaveta era do meu irmão. A outra gaveta era para guardar outras coisas de outros irmãos. E as minhas irmãs, por outro lado, tinham o ma maior quarto da casa. E Então, o banheiro era um só. E todos usavam rapidamente o banheiro. Estava sempre limpo, sempre em ordem. E tudo tinha que estar sempre limpo, em ordem, com as coisas nos seus divididos lugares, para que não não, para que fosse possível eh a vida de cada um se realizar. Porque cada um tinha que estudar, tinha que fazer suas coisas. Então, foi excelente. E aprendi a não mexer no que era meu. Ou seja, se meu irmão deixava uma moeda, ou minha minha irmã, em um lugar, aquela moeda não era minha, era dele. Ninguém mexia. Então, foi uma educação com um banheiro só, todos respeitando a hora do banho, respeitando os outros.
Foi excelente. comida? Todo mundo sentava à mesa junto?
Almoçávamos e jantávamos sempre nos mesmos horários. Claro que tinha quem estudava de manhã e quem estudava no período da tarde. Então, o almoço, em geral, era meio-dia e o jantar, em geral, às sete horas. E meu pai sentava na cabeceira da mesa e ninguém dava um pio porque hora de comer era hora de comer. Como é que é isso? Ele era um homem patriarcal, severo, com esse bando de filhos, tinha que ter uma autoridade muito grande. Então, ele, com o olhar, ele ele falava com cada um. Mas não não se conversava durante as refeições. No entanto, após as refeições, meu pai gostava de reunir os filhos na sala de visitas e amigos eventuais. para prosear, era muito bom prosear, ele dava voz a cada um, cada um contava suas histórias, todos partilhavam deste convívio, eh, agradável.
Como é que era? Proseava que tipo de assunto?
Quando criança... Contando, essa a sua experiência, o outro a sua lembrança, o outro a sua... o seu problema, cada um falava do que... E a provérsia. Às vezes, falavam alguém falava uma bobagem, todos riam, o outro falava uma coisa grave, todos se apreendiam. E havia muito debate. O debate era livre nessa nessa roda.
Entendi. E co qual era a atividade? O senhor iniciou os estudos lá, mesmo em Marília? Não, em Marília não.
Eu fui embora de Marília com três anos.

porque meu pai era comprador de café, estava em Marília como representante de uma companhia cafeeíra, e aí comprou uma pequena fazenda em Lins e mudamos para lá, em quarenta e sete. E eu estudei em um grupo escolar, no grupo escolar da da cidade, uma escola pública, um grupo escolar exemplar, notável. Hoje eu fico chocado, não é que eu fique horrorizado, eu fico chocado, eu não entendo. direito o que está acontecendo no meu país, quando eu abro um jornal como eu fiz hoje e vejo uma foto de uma professora que teve os dois braços quebrados por pelos alunos, porque ela é professora de uma escola pública de São José do Rio Preto e teve os dois braços quebrados porque o aluno se aborreceu com ela ou não teve boa nota ou alguma coisa assim, foi e bateu na mulher e quebrou os dois braços da mulher. E essas notícias de violência contra professores, elas pululam na televisão, nos jornais, nas revistas. Isso está ocorrendo com a maior com a maior frequência e com a maior desenvoltura nesse país. O que me parece completamente absurdo, porque eu estudei em escola pública. Desde o primário. Eu fiz o primário em escola pública, o ginásio em escola particular e o colegial em escola pública. E acontece que a minha experiência no grupo escolar de Linz foi muito educativa, quer dizer, aluno respeitava o professor, estava na classe para obedecer e respeitar o professor. Se um aluno desafiasse o professor, ele ele era posto para fora da da sala para não perturbar os demais. O chão dessa escola era encerado, os corredores eram encerados. Eh A sala da da da recepção, da diretoria, está lá em Lins até hoje, Grupo Escolar Jorge Americano. Eram encerados, aquilo brilhava, entendeu? Tinha os seus serventes e... O pátio era muito limpo, era tudo muito em ordem, muito bem administrado. Havia o diretor, havia o os professores dos dos quatro anos do curso primário. E ninguém brincava ou desafiava professor, nem servente, nem diretor. Era Era um ensino excelente. Eu fui alfa alfabetizado, muito bem alfabetizado, neste grupo escolar. Depois estudei eu fiz o ginásio no Colégio Salesiano, um colégio religioso, e o quarto ano do ginásio aqui em São Paulo, no Arquidiocesano Aí eu passei por uma experiência diferente. Tinha missa todos os dias. Os alunos chegavam, sete horas, tinha missa. Todo santo dia tinha tinha que assistir à missa. Depois da missa saímos em fila e cada um ia para classe para a sua sala de aula. E assim eu fiz o ginásio nesse esquema militar de de de também muita disciplina, de uma autoridade muito rigorosa. Isso com
o senhor veio para o ginásio, para São Paulo?
Eu fiz a quarta série do ginásio aqui no Colégio Arquideocesano, que era a mesma coisa. Missa de manhã, depois café da manhã, eu era interno, café da manhã, aí aula. Depois da aula, almoço, re recreio, aula. Recreio, estudo de novo e e dormia.
Era era um regime militarzão. O senhor o senhor saiu lá de Lins e veio para São Paulo quarta série. Na quarta série. Foi uma decisão dos seus pais? Dos meus pais. Como é que foi?
Foi que que ele achou que havia outros outros meninos que tinham estudado aqui no Arquidiocesano. Era um colégio que tinha internato. Então meu pai me me perguntou se eu teria interesse. Eu disse que gostaria muito. E vim para cá. Fiquei aqui dos Nos fins de semana a gente saía. Eu ia para casa do meu avô, na Vila Mariana. Saía do Arquidiocesano e ia para a casa dele. Então saía sábado ou meio-dia, ou antes, onze horas, e tinha que voltar domingo às sete horas da noite para o colégio. Tempo do bonde ainda. Tinha bonde, circulava bonde em São Paulo. Eh

Então a gente ia ao cinema, na Cinelândia. Cinelândia era no Largo do Paissandu e Avenida Ipiranga, ali estavam os cinemas de São Paulo, os bons cinemas. Então eu fiz a quarta série aqui e volto para Lins, onde eu fiz o o colegial no Ginásio do Estado também, chamava-se Colégio Estadual. Olha, os professores, cada um tinha seu carro, não um carro de luxo, na época um fusquinha, um carrinho, mas era uma coisa séria também. As as instalações desses desse desse dessa escola, já de segundo grau, eram precárias. Depois fizeram um prédio melhor, ela foi transferida para um prédio melhor. Mas também havia muita disciplina, mais liberdade e um ensino extraordinário. Ali que eu me tornei escritor, porque meu professor de português Ele era um professor brilhante e que nos ensinou a raciocinar sobre a estrutura da língua portuguesa, a a raciocinar, a fazer uma análise lógica de uma frase, a saber o que compõe a frase, orações principais, subordinadas, coordenadas, etc. No fim, ele... ele foi um homem notável. um sujeito que era comunista, ele era bem definidamente comunista, e teve que fugir de Lins na na Revolução de sessenta e quatro. Eu estava lá na ocasião e passei apuros também, mas Meu meu meu professor de latim era um sujeito formidável. E a professora de matemática era terrível, era uma mulher que perguntava, tinha um aluno brilhante em matemática, ela dava a tarefa, a equação lá e perguntava se ele tinha entendido. Ele falou sim, senhora, então vamos em frente. Os outros não se importavam. e que brilhantes para o professor da... de faculdade nos Estados Unidos, p, foi professor de faculdades nos Estados Unidos, professor de matemática, formou-se em engenharia e morreu cedo. Ele foi um sujeito brilhante na área de dos números. da matemática. E Enfim, eu tive um ensino extraordinário na escola pública. A escola pública era o lugar do bom aluno. Quem era bom aluno e Isso da escola pública. O aluno fraco, o aluno desinteressado ou in ou incompetente, ele ia estudar na escola pa particular. entendeu? Era assim. Hoje parece que é o inverso.
O contrário. O senhor comentou com com com a gente sobre a influência de um professor para que o senhor se tornasse escritor. Eu queria que o senhor retomasse um pouco esse tema e me explicasse de que forma ele conseguia seduzi-lo, se houve algum texto marcante, algum momento que o senhor realmente se encantou, que ele lhe apresentou algum escritor, algum poeta, algum momento dessas aulas. sim. Acho que isso é importante.
Sim, me encantou e quando Foi foi este homem, chamava-se Ulisses Demócrito de Siqueira. Ele era carioca, tinha um sotaque um carioca, portanto, era um sueto magro, com óculos e lentes grossas. E tinha uma todo aquele aprendizado que eu tinha tido até então sobre a a língua portuguesa, aquele aprendizado gramatical, feito de regras que tinham que ser decoradas, et cetera., ele quebrou tudo isso. Ele Ele nos levava a raciocinar sobre a língua. Por exemplo, o que é pronome? Então a gente ficava procurando aquelas antigas definições e eles dizia não pronome é a palavra que substitui o nome. Entendeu? Que é o verbo. O verbo é o elemento da da frase que determina a ação. E assim por diante. E ele lia. contos, lia contos do Eça de Queiroz, lia contos do Graciliano Ramos, lia alguns poemas para nós, e nos claro que nos cobrava redações, mas desenvolvia esse gosto, ensinava análise lógica, desenvolvia de uma forma instigante o gosto pela pela investigação literária. Sugeria leituras, é claro que eu me interessei vivamente, outros nem tanto. E quando foi a minha surpresa ao encontra ao reencontrar aqui meu querido e saudoso amigo José Paulo Paes, grande poeta, grande escritor, que me disse que com ele ocorreu o mesmo, que ele estudava em Araçatuba, no Ginásio do Estado, e que o professor dele do curso colegial é que abriu a cabeça dele para a literatura, para o estudo da literatura e para a prática da literatura.
Eu queria então que o senhor me falasse como é que foi esse, o senhor devia estar na adolescência, é isso? Quantos anos?
Estava, estava com quatorze para quinze anos, quatorze anos.
E quais foram as suas experiências de leitura? o senhor
Eu estava muito frustrado nessa época, porque eu lia eu lia que o Victor Rigaud, o Victor Rigaud, minha mãe tinha um livro, como eu disse, desses livros franceses, o Victor Rigaud tinha escrito o primeiro livro dele, que são duas novelas, dois contos com dezesseis anos. E E quando eu termino o colegial, me senti muito frustrado, porque eu já estava com com dezesseis anos e não tinha escrito nenhum livro ainda, né. Mas eu fazia meus poemas, escrevia alguns contos e comecei a escrever no jornal local, no jornal de Lins, fazia uma crônica, uma bobagem dessas. Então, eu fui desenvolvendo, a partir deste deste curso clássico, o meu interesse pela poesia. Porque a poesia era uma uma coisa mais sintética, escrevia alguns contos tal, mas me interessei mais pela poesia. Por isso é que eu vim a publicar meu primeiro livro, aí eu vim para cá depois, fazer vestibular para direito. E entrei na faculdade, mas acabei entrando na faculdade em Bauru e larguei a faculdade, porque não me interessava cursar fazer o curso de Direito. Já tinha Publiquei meu primeiro livro com dezenove anos, chamava-se Tributo Poético. Como é que
Me conta um pouco essa história literária. O senhor escrevia no jornal e também já ia preenchendo alguns poemas. escrevendo poemas. É escrevia no
E andei, e é nessa época também eu fiquei amigo, eu tinha uma amiga em Bauru que se chamava Baby Garroux, ela era a cronista social da Última Hora de Bauru. Samuel Weiner fez uma coisa genial na época, que a Última Hora era um jornal regionalizado. Então vejam vocês, nessa época o Samuel Weiner estava sendo estimulado e financiado naturalmente pelo João Goulart. Então, ele fez um tipo de jornal que só existia na Rússia. Um jornal com edições regionais. Então, a Última Hora de São Paulo tinha notícias predominantemente sobre São Paulo. Claro que tinha uma edição, uma linha nacional. A do Rio, a de São Paulo, a de Brasília. Tinha uma mesma... o o mesmo, vamos dizer, eh cerne, assim, geral na no noticiário nacional e internacional. Mas eles regionalizaram. A Última Hora regionalizava as edições. Então, a edição de Bauru tinha notícias sobre a região. Sobre Bauru, sobre a Noroeste, sobre as cidades da daquela região do interior. de Ribeirão Preto, sobre aquela área. A da Bahia, sobre aquela área, assim por diante. Então, em Bauru, a Baby Garrú, uma amiga minha que era... que escrevia sobre a a vida social ali na cidade, e eu fiquei sendo o correspondente da última hora lá em Linz. E então, foram para os primeiros contactos com o jornal, a além da Gazeta de Linhos, o jornal local, o jornal de Bauru. E, ao mesmo tempo, eu ia fazendo particularmente meus poemas, meus meus estudos.

Imagino, por exemplo, que o poema, na verdade, o poeta tem essa alma aí mais imaginativa, criativa e tal. Isso ajuda bastante no contato, por exemplo, com com namoradas, com paquera. Como é que era essa relação? Nunca ajudou, não.
Não tem nada disso. Não? <laughs> Não tem nada disso, não. As meninas achavam até ridículo se a gente falasse em termos poéticos com elas. Achavam absolutamente ridículo. tinha mais o que fazer. Outro ar. Como é que era, <laughs> então? Era um outro Não não me lembro agora, mas era um ar teen mas nós eh eh. Os bailes eh e a e os encontros eram... Ou nos clubes ou nos bailes é que havia esses encontros. Mas não era... Não podia chegar falando que era poeta, essa coisa, que isso não nem pe nem pegava bem. Quer dizer... Eu me voltei para a poesia por quê? Porque a poesia, na verdade, ela é um condensação e um adensamento da língua. Eu estou hoje como o Fernando Pessoa, quase como o Fernando Pessoa, dizendo que a minha pátria é a língua portuguesa. O Fernando Pessoa disse isso, que a pátria dele não era Portugal, era a língua portuguesa. E realmente essa é uma boa pátria. É a pátria lusófona. Uma pátria, infelizmente, pouco conhecida e pouco desenvolvida pelos seus próprios praticantes. Porque é espantoso ver como se escreve, como se fala mal a língua portuguesa. Mas eu sempre percebi que a pessoa na poesia está o mais difícil exercício de expressão de todas as línguas. porque a poesia é um adensamento e um condensamento. Ela busca uma outra realidade. Atingir isto que é que é o grande desafio do poeta. Espero ter conseguido algumas vezes, mas esse é o é o grande desafio. Por isso é que se se diz que tal pintura tem muita poesia, tal música tem poesia e tal. Porque a poesia é um elemento, que ilumina e e dá forma às demais artes. Ela é um elemento essencial de uma de captação de uma ultra-realidade que formata as demais artes no que no que diz respeito ao brilho das demais artes. Justamente quando elas são tocadas por alguma coisa, por algum tom poético, é que elas ganham uma outra e melhor dimensão. Por isso que eu me voltei sempre à poesia. E é claro, para o jornalismo, né.
O senhor quer recitar uma poesia da época que o senhor se lembra, que tenha lhe impressionado pelos versos, pela composição?
Olha, o meu primeiro livro, que chama-se Tributo Poético, eu não trouxe. Eu trouxe meu segundo livro. Porque o primeiro eu só tenho um exemplar. Este aqui é o meu segundo livro, chama-se Procura e Névoa. Foi um livro editado pela Martins, uma editora importante, que editava o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o o Sérgio milliet O Sérgio millietr fez a introdução, fez a apresentação deste meu livro e o Clóvis Graciano, um grande pintor, fez as ilustrações.
De quando é?
Esse livro é de mil novecentos e sessenta e A capa, esta mulher deitada, é isso aqui. para você ver o o o espírito da época. mas, você se perguntou do espírito da época. Esse aqui tem bem o espírito da época. Uma certa irreverência e uma certa... nostal uma certa... intranquilidade, eu diria. Chama-se cenário na praia. Há na praia... Uma flor espesinhada, aguardando libertação no mar. Há na praia uma louca e namorada, aguardando libertação no mar. Há na praia uma virgem, sem mais nada, aguardando libertação no mar. Há na praia uma criança abandonada, aguardando libertação no mar. Há na praia uma angústia concentrada, aguardando libertação no mar. Na praia uma poesia amordaçada, aguardando libertação no mar. E o poeta, sonhando sua amada, cobiça as pernas da mulher de Omar.
Muito bom, muito bom. E que tipo de leitura o senhor fazia na
Fiz em dísticos este poema. Que tipo de leitura? É, todas Todas as leituras possíveis. Eu lia tudo da da forma mais caótica e confusa. Nessa época, eu lia muito o Graciliano Ramos. Adorava o Graciliano Ramos. Por quê? Porque o Graciliano Ramos é realmente um mestre da língua. Ele é um escritor conciso, um escritor preciso. Eu aprendi com este meu professor que as qualidades do do estilo são três. Concisão, propriedade e clareza. O Graciliano Ramos tem, em grande larga escala, essas três qualidades. Ele é um escritor conciso, um escritor claro, um escritor que tem propriedade nos termos que escolhe, e, além do que, é um escritor sempre muito verdadeiro, não é. Ele escreve muito na primeira pessoa e é muito verdadeiro. Eu tive a oportunidade de ver os alguns originais do Graciliano Ramos, que escrevia à mão, porque a viúva dele, Dona Eluísa, me mostrou esses originais, e fiquei admirado de constatar o seguinte, que ele nunca acrescenta palavras. Escrevi à mão, era um texto fluente, não é manuscrito. De repente tem uma palavra cortada, ou a às vezes ele substitui a palavra, ele coloca uma em cima, aí mas ele corta, ele elimina, então ele é conciso, então ele é escritor notável. E é muito Tchekhov, Dostoyevsky, Lia o Machado de Assis, que era meio obrigatório, até aprender, até descobrir mais tarde que o Machado de Assis que interessa é o Machado de Assis da Madurez, porque o Machado de Assis inicial não não tem importância.
Perfeito. E quem eram os seus amigos? O senhor tinha um grupo, o senhor discutia literatura, ou amigos do cotidiano? No interior? como é que é No interior, isso isso lá lá em Lins.

Praticamente não tinha.

Eu tinha muitos amigos, porque eu praticava esporte, eu jogava basquete, eu fui um bom nadador. E Mas para discutir literatura, não não não tinha, não. Eu tinha esse professor, com quem que deixou de ser meu professor, mas que eu visitava e frequentava a casa dele. E tinha duas irmãs, que eram muito companheiras. As duas já se foram. Eh Minha irmã mais velha Mas, no mais, é um exercício solitário. Todo artista é um é um é um trabalhador solitário, pode se crer.
Um escritor também. Um escritor é um é um é um homem solitário. Sua eh adolescência lá em Lins, né, como é que era então? O senhor comentava sobre isso, o trabalho solitário.
Olha, a a a cidade do interior tem vantagens e desvantagens. Tem vantagens, por exemplo, no campo de você existencial como um espaço de mais liberdade de ação. Eu tinha muita liberdade de espaço, de ação, saía sozinho os meus com meus amigos, fazíamos excursões de bicicleta, pegávamos nossas bicicletas, íamos em uma fazenda ou noutra, eh invadir os pomares das fazendas, chupar laranja, comer uma fruta, enfim. Essa liberdade de espaço, de ação, é muito boa. Agora, é limitante, sim, no no que tanja a expansão do universo cultural, porque há Você tem aquele ensino formal, aquele ensino regular, mas, além disso, tem o que? O cinema. Se bem que Linz era uma cidade até privilegiada, porque o clube linense era um clube que foi é um clube que foi criado na época em que Linz foi a capital mundial do café. Então, de vez em quando, surgiam pianistas, concertos de piano. João Carlos Martins tocou lá várias vezes, Jacques Klein, Ara Bernert. Magda Talhaferro, então tinha ainda isso. E dava-se muita importância, era agradável ouvir esses concertos. Mas, mas é realmente é um universo bastante limitado.

O senhor comentou te ter lançado o primeiro livro aos dezenove anos. Como é que foi o ingresso na na carreira profissional? O senhor comentou da faculdade, né, pouco depois, e o ingresso no jornalismo. Como é que foi esse contato?
O ingresso no jornalismo foi absolutamente curioso e casual, porque

deu-se em em dezembro de sessenta e dois, fiquei aqui o ano de mil novecentos e sessenta e três, quando eu consegui um emprego na Caixa Econômica Federal, e fui trabalhar na Caixa Econômica Federal, graças à generosidade do doutor João Belchior Marques Goulart, que era o presidente da República. Eu tinha uma vida muito boêmia, gastava muito muito dinheiro na boemia e acabei me me enfiando em em em dívidas. Aí eu achei que a forma de eu consertar isso era indo. voltando para o interior. Então eu voltei para Lins e fui morar com os meus pais. Minhas despesas fo foram violentamente reduzidas e eu pude recompor a minha situação financeira. Mas Lins era muito chato e o que que eu fazia? Eu ia para Rio Preto. Então eu frequentei, no ano de Eu frequentei o Preto bastante. Eu passei o ano de sessenta e quatro em Lins e, em abril de sessenta e cinco, eu pedi demissão da Caixa Econômica Federal. Foi uma coisa estranhíssima, que causou profunda revolta na na família, nos conhecidos e muita surpresa nos meus colegas de trabalho, porque o meu cargo era inamovível inadmissível, eu não podia ser demitido, nem nem nem... não não podiam mexer comigo. Por lei, quer dizer, eu não podia ser demitido, eu não podia ser ser afastado, não não tinha como. E eu pedi demissão.

Eu estava equilibradamente situado, ganhava muito bem, ganhava mais que um gerente. E eu pedi demissão. Eu pedi demissão porque... Veio a a Revolução, eu fui detido, eu estava em Lins, fui detido, fui chamado à delegacia, tive que carimbar dedo, fui fichado. Eu e um amigo meu, japonês, fomos os únicos. Porque? Porque tinha os amigos comunistas, esse professor de português, esses outros amigos que eram realmente comunistas. E a gente, às vezes, fazia umas reuniõezinhas, liamos o jornal do Prestes, né, para uns sujeitos do círculo operário,
Me conta um pouco sobre essa hum militância. Então, luta democrática chamava.
Não, eram reuniões assim, escondidas à noite, então a gente ficava lendo, explicando o que era o que estava escrito ali e Aí, quando veio a a Revolução, foram me me buscar no meu trabalho, na Caixa econômica me levaram para a delegacia. Eu carimbei, entram dois homens na casa dos meus pais, foram abrir o armário do meu pai e da minha mãe, vasculhar, ver livro que eu tinha na estante. Foi uma coisa absolutamente desagradável. Eu fiquei detido uma tarde inteira, mas não fiquei preso. Mas fui carimbado. E o imbecil do delegado, na ocasião, falou assim, escuta, você me conhece? você sabe? O senhor me conhece? O senhor sabe quem eu sou? Por que essa essa essa situação? Ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Você é tido como comunista aqui, amigo de comunistas, você não é amigo do professor Ulisses, desse, daquele e daquele? Eu falei, sou. Ele falou, então, seus amigos são notoriamente comunistas. Você frequenta a casa deles? Eu virei e falei, frequento a sua também, porque eu sou amigo do seu filho. Ah, mas não não, isso não importa, isso é outra coisa. Eu tenho que que cumprir alguma meta aqui na cidade. Eu tenho que denunciar alguém. Foi assim, era assim a coisa, era absolutamente arbitrária, né. Claro que eu tinha alguns vínculos com o com o pensamento de esquerda e tal, mas enfim. Aí eu me chateei com isso e pedi demissão da Caixa e queria publicar justamente este livro, Procure Névoa. E vim para cá, procurei a editora Martins, publiquei o livro, Clóvis Graciano foi muito generoso, ele ilustrou o livro para mim, o Sérgio millietr fez um prefácio. O Sérgio milliet é uma figura que participou da da Semana de Arte de vinte e dois, é o maior crítico literário e crítico de artes plásticas. Ele tem um pensamento crítico muito alto, uma das um dos intelectuais mais importantes do Brasil no século vinte, fez essa apresentação. E com o livro eu ganhei o Prêmio Jabuti de Poesia.
Eu queria que o senhor me contasse essa história, então. Como é que foi a luta, para pri geralmente uma luta para publicar o primeiro livro? Não, teve é a
O primeiro livro eu já tinha publicado. aham Como eu conheci o Sérgio Millier, o primeiro livro eu tinha publicado. Eu paguei a edição, claro. Ah tá Era uma editora, chamava Brasil Editora, um amigo, Alexis Pomerantzeff, que era o editor. Ele ele tinha que, isso tinha um custo, o papel custava, o livro foi ilustrado já por um japonês chamado Kinoshita, fez uns desenhos abstratos. Enfim, aquilo custava, o clichê custava, e então eu tive que pagar a edição do livro. E o curioso é que eu fiquei fez uma edição, você sabe como eu vendi? Fiz um lançamento na Livraria Teixeira, que foi um lançamento muito simpático, foram meus amigos, foram diversos escritores. Aqui isso, aqui em São Paulo, na Livraria Teixeira, Rua Marconi, que era a livraria mais tradicional e mais importante de São Paulo. E aí eu fiquei com aquele punhado de pacotes de livros, né? na minha casa, com aquilo estocado, quando eu me transferi para Linz, eu levei aquilo e o que que eu fiz? Fui ao quartel, Linz tem um quartel, procurei o coronel, comandante do quartel, se ele podia me receber, ele me recebeu, eu falei, olha, eu quero propor para o senhor uma coisa que acho que o senhor nunca Nunca imaginou que pudesse acontecer. É o seguinte, eu escrevi um livro de poesia, lancei em São Paulo, vou dar um exemplar para o senhor. <laughs> E eu queria lançar o livro aqui no no quartel, no pátio, porque para vender para os soldados, para os recrutas. E eu eles podem, quem quiser pode comprar e depois o senhor desconta do do soldo deles e me paga o preço do livro. Porque o soldado recebe um soldo, por isso que chama-se soldado. Então eu fui e ele falou tá bom. Ele achou graça na história e tal. Montou uma mesinha no pátio e falou olha, tem um horário de folga, que depois do almoço, não sei que horário, que eles vão jogar uma bola, um basquete, um vôlei, uma Então você ponha lá uma mesinha e põe ali os seus livros. Quem se interessar, a gente avisa que está aí o autor do livro. Você sabe que os soldados todos se interessaram faziam fila. E eu consegui desencalhar aquela <laughs> edição do meu tributo poético no quartel. Então, foi uma foi uma proeza e tanto. Aí eu venho para cá com uma nova uma nova coleção de poemas e publiquei este livro, Procure Névoa. E o que que acontece? Os críticos literários, eles apontam para a Câmara Brasileira do Livro os livro, as obras que eles acharam de maior destaque no ano. Então, meu livro foi como melhor livro de poesia editado em mil novecentos e sessenta e cinco, eu ganhei, em sessenta e seis, o prêmio Jabuti. Foi importante porque eu ganhei este prêmio juntamente com o Érico Veríssimo, que escreveu O Senhor Embaixador, com a Lígia Fagundes Telles, que ganhou o Jabuti de contos, do gênero contos, e com o Antônio Cândido, que tinha escrito, não me lembro qual livro, de crítica. Então, foi... era com o Veríssimo Romance, eu ganhei de Poesia, a Lígia de Contos e o Antônio Cândido de Crítica. Havia poucos prêmio, no máximo... não havia muitos, havia só esses. E... E eu lembro que na entrega do do prêmio, a Câmara Brasileira do Livro tinha um salão grande, Muita gente ficou admirada e outros ficaram até indignados. O Aureliano Leite, importante historiador paulista, embora mineiro, mas foi historiador de de de de importância para São Paulo. Era um homem de oitenta e tantos anos, com uma gravata de borboleta. Ele foi à entrega do prêmio, cruzou comigo e me perguntou de chufo, quantos anos o senhor tem? Eu falei, eu tenho vinte e dois anos, né. Ergueu as mãos assim e falou, ó, ó, meu Deus, onde estamos? Ficou admiradíssimo. Eu fui, recebi o prêmio, tal, uma estatueta que está comigo até hoje. E na hora de sair, por coincidência, eu encontro com ele na porta do elevador. E eu perguntei a ele escuta, doutor Aureliano, quantos anos o senhor tem? Ele falou oitenta e dos Eu ergui os braços e falei Oh, meu Deus, onde estamos? Retruquei. Enfim, eram essas irreverências.
E como é que foi?. Que eram divertidas. Você ganhou o prêmio com vinte e.dois anos. Isso não te encheu a bola?
Eu ganhei depois do caso do Drummond Andrade, no ano anterior. Quem havia ganho o prêmio Jambuti foi o Drummond. E depois de mim, quem ganhou foi o João Cabral de Melo Neto.
Isso, e o novo? Co como como é que foi? Com com vinte e dois anos, o senhor é praticamente um garoto, né? Estreando na literatura, e e ganha um prêmio Jabuti. Como que é essa sensação Isso mexe com o senhor? Te dá mais inspiração? Te incita a produzir Claro, claro. Como é que é?
Essa gente de ânimo, de garra, de vontade de fazer. Mas veja o seguinte. Quando eu saí da Casa Econômica em abril, eu vim para São Paulo. Esse livro foi publicado, acho que no segundo semestre. Tá. Ou no primeiro, não me lembro mais. Mas, nessa época, eu agitava muito a cidade com os meus recitais de poesia. Não eu, eu e meus amigos, meus colegas. Nesse tempo, em mil novecentos e sessenta e cinco, era o Castelo Branco o presidente da República. E ainda havia liberdade. A verdade é essa. Todo mundo... Não havia restrições à liberdade individual nem intelectual. Claro que ele fechou o Congresso, teve essas medidas. Mas não não estavam interferindo na liberdade de de criação de ninguém. E São Paulo fervia. São Paulo era o centro do cinema novo, da música nova, da poesia nova, da da literatura, do pensamento, de tudo. Era São Paulo que que era o centro do país. Centro não era o Rio, era o centro de criação. Aqui estavam. Fez figuras de Santa Catarina, como Rogério Sganzerla. Figuras da Bahia, como Glauber Rocha, que não saía daqui. Figuras do...como Lindolfo Bell, de Santa Catarina também. Como Capinam, como Gilberto Gil, que trabalhava na gê cê Lever. Geraldo Vandré, com quem eu fiz música. Então havia uma efervescência de de criação aqui em São Paulo. E eu e os meus amigos formamos. formamos grupos de de de poetas que faziam recitais. Fizemos recitais nas escolas, no no no Tuca. Nós que inauguramos o Tuca, o Teatro da Universidade Católica, era eu, Lindolfo Bell, Álvaro Alves de Faria, Eduardo Alves da Costa, tinha uma menina que chamava Clarice Jacipe Ovesan, o... o Rubem Jardim, Enfim, a gente ia para um lugar, ia para o outro. Fizemos no Colégio Rio Branco, no Deso Azul, no Teatro de Arena, no Clube dos Artistas e Amigos da Arte de São Paulo, até que eu organizei um comício poético. Um amigo meu, Álvaro Alves de Faria, tinha lançado um livro dele chamado Sermão do Viaduto, no viaduto do chá. Aliás, eu que dei a ideia para ele. Ele ele escreveu esse livro, o Sermão do Viaduto, tal, e eu falei, lança no Viaduto do Chá. Não, mas tem que ser Falei não, vamos fazer um lançamento lá. Ele gostou da ideia. Então, à luz de velas, ele ficava lá, autografando o livro, vendendo e Ele declamou alguns dos poemas do livro. Eu outros, o Bé, o outro. Fizemos um recital de poesia em pleno Viaduto do Chá. E a estudantada ia, as pessoas iam, outros escritores iam. Era em e cinco. Ah. E Do que que eu estava falando? Do
Sermão do Viaduto.
Então, do Sermão do Viaduto, quando ele lançou o livro lá. Ah! Aí, e ainda em sessenta e cinco, não, do Comício Poético. Isso. Aí eu tive a ideia de fazer um Comício Poético na Praça da Sé. Ou seja, nós alugamos duas combis, né, ficou do lado de cá, a Praça da Sé era um terminal de ônibus, ali às sete horas da noite era um inferno de gente, uma multidão. Era um burburinho enorme. Então puzemos uma combi de cá e outra de lá, com fios que iam até o Marco Zero. Tem aquele Marco Zero da cidade de São Paulo, que é uma pedra ali, um monolitozinho. E ali nós ficamos lendo nossos poemas, declamando nossos poemas, e o pessoal saindo dos escritórios do comércio, enchendo a praça. E é claro que nós fomos cercados pela polícia. A gente via as pessoas, aqueles caras com paletó, com revólver aparecendo, e gente inquieta, mas eles não podiam... fazer nada, nós estávamos no meio da multidão ali, foi uma beleza esse comício poético, viu. E assim, isso era noticiado, acontecia, né E um dia eu fui pedir notícias para para pa para um livro mesmo, fui na Folha de São Paulo, entrei na redação da Folha, E me indicaram um sujeito mais velho, que tinha um cabelo branco, uma cara, um nariz pontudo, um queixo pontudo. Falaram aquele lá que é o... Você tem que pedir para aquele cara que está lá. Eu fui até... Ele era o Cláudio Abramo. Isso é a hora do fechamento do jornal. Porque ele já me deu uma bronca. Ele se lembrou e eu revidei a bronca dele. Eu sei que ele ele me fez um desafio. Ele falou, mas vocês poetas não são nada, poesia serve para quê? Vocês escrevem poesia porque não sabem escrever prosa? E eu disse a ele o que eu acabei de dizer para vocês. Eu falei, não, claro, prosa não é nada, a poesia é o ãh é a condensação da língua. Poesia é a expressão adensada e a condensação da linguagem. Se você acha que é isso, prova que você sabe escrever prosa. Eu falei, a hora que você quiser. Prosa é uma bobagem. O que vocês fazem é uma bobagem. Ele falou, então vem cá. Pegou a última folha do Estadão. Naquela época o Estadão tinha uma última página, era uma era uma noticiário internacional em coluninhas finas. Tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas e letrinhas. A página inteira do jornal. Falei, tudo bem, então resume esse artigo que está aqui em quarenta linhas. Senta ali e resume isso em quarenta, eu te dou quarenta linhas. Falei, tá bom. Aí ele falou, por que que ao invés de fazer poesia, fazer recital, você não vai trabalhar, não vai ser útil para a sociedade, não vai ganhar o seu próprio sustento? Eu falei, olha, porque eu não tenho emprego. Você que está na posição de de dar de me dar um emprego, por que não não faz isso? Porque eu acho que vocês poetas não sabem escrever. Prosa e papapá e me deu esse desafio. Eu sentei, li li aquilo atentamente, escrevi as quarenta linhas. Escrevi, entreguei. Máquina de datilografia, umas máquinas grandes. Essa máquina tinha tinha uma tecla que falhava, me lembro muito bem. Não sei se o L ou o M, tinha uma tecla que falhava. Mas aí eu sei que eu fiz o trabalho e entreguei para o assessor dele lá, que levou até ele. Ele falou, o que vocês acham desse cara? O cara é bom, até que é bom. Ele não teve dúvida, falou, então você pode começar a trabalhar amanhã aqui. E assim eu comecei a trabalhar. Ele era um sujeito impulsivo, o Cláudio Abreu. Trabalhei um mês, no mês seguinte, o editor na na editoria internacional. O editor ganhou uma bolsa para bê bê cê de Londres e foi para Londres. Eu me tornei editor internacional da Folha com um mês de casa.
Quantos anos?
Ah, isso já tinha.. Eh... vinte um né, vinte

vinte um para vinte e dois, foi antes do Aí eu não fiquei satisfeito, estava muito satisfeito, recebi meu primeiro salário, eu morava em uma república com nove estudantes, eram os amigos meus de Americana, porque eu tinha uns amigos de Americana, entre eles o Roberto Maluf, José Roberto Maluf, que morreu já, coitado, excelente figura, que trabalhou no Tuca, na Morte e Vida Severina, do João Cabral. E era um nove em um apartamentozinho da Avenida São João. Então a gente tinha essas camas de campanha, ficavam dobradas. Aí à noite a gente abria a cama, dormia um ali, outro na cozinha. Era uma loucura. Aí eu arranjei esse emprego na Folha, então fiquei importante. Mas passei o primeiro mês agoniado ali, né, sem sem ter dinheiro. Até que veio o primeiro ordenado e veio o segundo. Então as coisas começaram a se normalizar. Mas aí eu ouvi falar que O Estadão estava criando um novo jornal, que ia surgir em São Paulo, um jornal diferente, uma coisa nova, para jovens, revolucionário. E eu fui saber o que era isso. Nesta época, eu já colaborava no suplemento literário do Estado, que era um suplemento importante. Eu escrevia críticas literárias e publiquei alguns poemas lá também. Era muito bom, porque eles pagavam. publicavam, eu publiquei um soneto e me pagaram uma boa grana. Hoje corresponderia a o que? Então fui lá saber o que Jornal Novo, era esse, o que estava acontecendo e tal E, de fato, estavam começando a preparar os números zero, a estudar o formato de um novo jornal que ia se chamar Jornal da Tarde. Porque o Estado Estado de São Paulo era um jornal matutino e a empresa ia lançar um jornal vespertino, que ia para as bancas ao meio-dia e se chamaria Jornal da Tarde. Então eu me candidatei a uma a uma vaga ali, porque go gostaria de participar dessa experiência. E aí fui aceito no no pela equipe. Era o Minucarto, o redator-chefe. O diretor era o Rui Mesquita e o Minucarto, o redator-chefe. Logo me integrei e e participei de vários Número Zero com outros colegas. Você lembrou o Porter, ele estava também nessa época, o Toniel Santos Pereira e outras pessoas. Alguns vieram de Minas, tinha a turma dos mineiros. e fizemos um jornal notável. Foi a experiência mais revolucionária da imprensa brasileira. O Jornal da Tarde inovou em termos de diagramação, em termos de fotografia, em termos de texto, em termos de titulação, inovou em tudo. Ele fez uma uma modificação dos padrões jornalísticos até então praticados, que foi muito significativa.
Qual, quais eram suas expectativas nessa época profissional com relação à profissão, vivendo todo esse momento de transformação, de de expansão do jornal? Qual era a sua expectativa, a sua visão de futuro naquele momento? Veja bem, em sessenta e cinco, não havia
Havia, não havia nenhum obstrução a qualquer iniciativa intelectual ou jornalística, ou cinematográfica ou musical que fosse. Eh a Record fazia os festivais de música popular eh que se tornaram famosos. Surgiu o Jornal da Tarde, vários filmes ai importantes, como Matraga, do Roberto Santos, com música do Geraldo Vandré e outros. O Persson fez um filme muito bom chamado Caso dos Irmãos Naves, que mostrava um caso de violência policial em Minas. Ah as músicas Teatro de Arena fazia peças. Tinha ah eh aquela Arena Contra Zumbi. Eu vi a primeira aparição no Teatro de Arena da Maria Bethânia, porque a Narea, a Nara Leão era a cantora do show Opinião. A Nara ficou doente, pegou uma resfriada, uma gripe e tal, e o show tinha que continuar. O espetáculo tinha que continuar. E puseram a Maria Bethânia, ela com uma roupa de algodão cru, uma sandaliona de couro cru, aquele narigão dela, aquela mulher magra cantando Carcará, ela parecia o próprio Carcará ali. Fez muito sucesso. Só com uma luzinha em cima. Primeira vez que ela cantou Carcará. É isso Eu vi isso e foi um impacto muito grande. Não havia problema. Eu Eu eu via o futuro como a a mais rosea e a mais feliz das das expectativas e das perspectivas nessa época. Porque tudo estava acontecendo. Eu tinha acabado de publicar um livro. Eu tinha feito recitais marcantes com públicos enormes. Quer dizer, público que aplaudia a poesia, né, porque eram os poemas inflamados, incendiados. Estava participando, tinha conseguido um emprego em um jornal importante e tinha saído deste jornal para participar de uma experiência nova e inovadora de uma coisa que que que se pretendia criativa, que foi o Jornal da Tarde. Então, as perspectivas eram as melhores nesse momento. entendeu? E eu tive sorte de estar neste no lugar certo na hora certa, talvez.
Como os seus pais viram isso? Tinha tinha uma expectativa deles?
Meus pais nem tomavam conhecimento disso, eu era o proscrito da família. Quando eu deixei o o emprego da Caixa Econômica e vim embora, meu pai achou um absurdo. Ele tinha toda razão. Ele me falou, escuta aqui, meu filho, você está começando sua vida onde muita gente não consegue acabar. Você está jogando fora um emprego que te dá um rendimento que muitos pais de família não têm. E é verdade, eu ganhava mais que o gerente da Caixa, que tinha cinco filhos. Você está jogando tudo isso fora, você é um maluco e ainda e ainda e ainda com pensamentos de esquerda. Ele era um sujeito conservador. Era Eu era o proscrito, aquele sujeito que estava fadado a ser um desastre. Qual era a sua atividade no banco? Na Caixa Econômica? Isso

Eu era conferente de firmas. Eu conferia as firmas, assinava um cheque, ouvia se aquela sua assinatura estava certa ou não, fiz cursos para isso. ou examinava impressões digitais daqueles que eram analfabetos.
E te injuriava o ofício em si, te deixava...?
Não, não injuriava nada. É que Era uma monotonia, era uma repetição, era aquela coisa de serviço público, praticamente. E Então, eu não não tinha não era não tinha não tinha todo o tempo preenchido pelo trabalho, às vezes ficava fazendo um poeminha ou outro, e o gerente vinha me implicar, que ali não era lugar de fazer aquilo. E o clima estava muito ruim, entendeu? Então, fui embora, larguei. Mas eu não queria nada disso.
Carlos, e e a gente falar um pouquinho também dessa... Você falou que o poeta, que as meninas da época eram... Dizer que era poeta era quase... Que era ruim, que não era bom, não era bem

Era careta. era careta E como é que foi namoros da sua

como é que foi nesse cenário. Porque poeta tem uma

sensível. Como é que foi esse despertar do amor na sua vida?
Minha cara, o despertar do amor é um acontecimento que, felizmente, ele ele atua como uma fênix refratária, entendeu? Você sabe que a fênix é aquela ave mágica que se transforma em cinzas, que é totalmente queimada e calcinada, mas ela se refaz e sai das cinzas, cheia de vida e de vitalidade. para novamente impulsionar a vida, porque o que impulsiona a vida é o amor. Agora, o amor da da adolescência é sempre um amor romântico, platônico, nem sempre platônico, porque eu tinha uma namorada que eu ia para o jardinzinho lá de Lins, para a Praça das Bandeiras, e nós ficávamos aos beijos e abraços ali no banquinho da praça, até que, de repente, passava o guarda do jardim, Dá para fazer um barulho para a gente tomar modos. Mas, no mais, era aquela coisa romântica, platônica, con contemplativa. O amor idealizado, a idealização do amor. O amor era uma coisa, nessa época, muito idealizada, muito muito sonhada. E não havia... E não havia mesmo, né, já como um jovem, como um cara de vinte e tantos anos aqui em São Paulo, tem menino que fala, é porque eu sa, hoje em dia, fala eu fiquei, fiquei quer dizer, fiquei com a fulana, fiquei com com Beltrana, a menina fala eu fiquei com o menino, o menino falou, eu fiquei com a menina, quer dizer o quê? Fiquei. Encontrar numa festa, beijar, abraçar e e e ir além ainda disso, não sei. Porque na nossa época isso não acontecia. A verdade é essa, não acontecia. Sexo era com prostituta ou Não tinha conversa. Porque as meninas resguardavam a virgindade, porque sem virgindade não casava. Estavam todas fadadas ao casamento. Então, uma das nossas lutas, da minha geração, dos anos Foi essa de dizer que a virgindade não precisava ser re tão resguardada. Foi a época que surgiu a minissaia. Foi a época dos Beatles, da minissaia. Me lembro que foi um escândalo aqui em São Paulo. Parou a Rua da Consolação quando duas meninas vindas do Rio andaram de minissaia na Rua da Consolação. Parou. Deu polícia, multidão. Foi um escândalo. Então, uma das lutas da minha geração foi essa. Eh Nós lutamos por coisas que vieram a ocorrer, não sei se para o bem ou para o mal. Então, era um romantismo, eh idealizador, assim. É claro que que que já as forças naturais da puberdade já funcionavam. Mas, no mais, era um era um grande uma grande

zação. Você se casou? Teve filho? Casei, tive dois filhos. Como é que foi esse encontro com essa mulher amada? Olha, eu me casei com vinte e
sete anos. Foi Foi na época que eu estava na Veja. Eu saí do Jornal da Tarde, com o Mino, e fomos montar a equipe de redação da Veja isso. A Veja surgiu em agosto E foi muito curioso, porque eu estava chegando da Bahia, eu fu,i foi em sessenta e nove isso é. Eu estava na revista Veja, da qual eu fui fundador, claro. Então, eu fui passar uma as férias de julho em Salvador. Voltei de lá, estava numa situa, voltei com o braço esquerdo quebrado, porque lá eu fui dançar com uma com uma menina que era modelo. Ela era modelo, então eu a levantei, ela dobrou os cotovelos e eu a levantei, mas os cotovelos dela eram tão pontudos que quebrou a mão, o punho, uma coisa dela. Ai eu fiquei Eu passei o mês de de das férias com o braço engessado, mas ia para a praia, para o mar e tudo. Aí eu chego em São Paulo, em uma situação embaraçosíssima, um amigo pintor, Estava fazendo uma festa de despedida, porque ele ia voltar para a Itália. Ele era de origem italiana e ia para a Itália. Então, ele estava fazendo uma festa de despedida no apartamento dele. E lá eu me vi em uma situação difícil, porque eu tinha três namoradas na situação. Três. E E tinha que fugir das três. Uma, como eu não podia dirigir para uma, eu tinha pedido que levasse o meu carro. Eu já tinha um carro na Para a outra, eh eu disse que encontrava lá. E a outra, eu tentei fugir, mas ela ficou sabendo e foi lá. Então, a única escapatória que eu tinha era sa sair dali com uma outra, que não tivesse, que não me comprometesse com nenhuma das três. E assim surgiu uma figura lá que se diz que eu tinha curiosidade em conhecer, que era a minha prima. Uma prima, não em primeiro grau, uma prima. terceiro grau, por aí. E essa prima era muito simpática, fazia faculdade de administração na FGV, na Getúlio Vargas. E aí o jeito que eu tive foi sair dali com ela. Eu falei olha, vamos sair. Então eu caí fora dali com ela. E E fomos comer alguma coisinha, eu a deixei em casa, a outra ficou com o meu carro e tudo. E aí passamos Ficamos um certo período sem nos vermos, depois passamos a nos encontrar e rapidamente isso evoluiu para o casamento. Eu casei em setenta... Eu fiquei um ano sem vê-la e depois acho que namoramos um ano e casamos.

setenta e dois. E aí vieram os filhos?
Dois anos depois eu tive um filho. Foi a a maior alegria e a maior emoção da minha vida. Foi ver, atrás da vidraça do hospital, a enfermeira que veio trazer aquele bebê. Eu vi, através do vidro no colo da enfermeira, aquela carinha de bebê. Eu não sabia o que fazer, então saí correndo pelo corredor, fui para um lado do corredor, fui para o outro, correndo. Eu não sabia o que fazer da minha alegria e da minha emoção. E isso dois anos depois que nós casamos. Queríamos ter outros filhos e tal, mas não vieram. Nunca evitamos filho. E Ao contrário, até trabalhamos bastante, mas não não veio. Só dez anos depois. Eu estava morando em Lins novamente, porque eu voltei para Lins para formar uma fazenda e lá tivemos ah... a sorte, dez anos depois, de ter uma filha. Então tenho praticamente dois filhos únicos. Eu tenho um filho e uma filha com dez anos de diferença. Ele nasceu em setenta e Essa é a minha vida reprodutiva.
Perfeito. E Eu queria voltar um É o senhor tem uma participação eh eh notável na história da imprensa recente no Brasil, na Fundação da Veja. Fundação da Veja. Como é que foi isso? O senhor saiu do jota tê.
Olha, como eu disse, eh, eu acho que eu tive muita sorte no meu percurso existencial. Por que eu estou aqui conversando com vocês? Minha vida não não tem nenhuma importância especial. Com certeza, eu não seria uma daquelas figuras exemplares do Plutarco, que escreveu notáveis biografias de homens lustres da antiguidade. Mas eu tive muita sorte de viver, de existir em um tempo de grandes mudanças, de enormes mudanças. Eu nasci no final da da Segunda Guerra Mundial, Revi transformações enormes no meu no meu curso de vida. E tive muita sorte. Eu estava em São Paulo quando quando surgiu o Jornal da Tarde, quando a Editora Abril resolveu fazer a primeira revista semanal de informação do país, porque tinha manchete, tinha o Cruzeiro. Mas não era uma revista, não era uma revista de informação. Uma revista nos nos moldes da Time, da Newsweek, do Express, do... dessas revistas internacionais de informação, a primeira veio a ser a Veja, semanal. Ah Então, eu estava aí, estava na criação disso, né. Nós fizemos um curso, foi feita uma seleção de cem pessoas no Brasil inteiro e demos um curso com conferências na parte da manhã e à tarde. Tinha a parte prática, com exercícios, soltando o pessoal para fazer reportagens e textos e montando também a revista. Surgiu a revista que foi um sucesso, no primeiro número, e depois ela ficou no vermelho, se eu não me engano, por mais de dois anos. E é um grande mérito da editora Abril ter sustentado essa revista, porque ela ficou no vermelho e trabalhou no vermelho por mais de dois anos. Hoje não, hoje é uma revista que eu acho que é o carro-chefe em termos de publicidade, de receita. A leitora abriu, mas eles eles seguraram no vermelho esta revista durante um bom tempo. Aí eu estava lá, era editor da revista, mas era uma revista de texto e tinha que ficar ali fechado dentro da redação, né, que eu me aborrecia um pouco. Então eu pedi transferência, eu saí, fui convidado também para trabalhar na realidade, como repórter especial da realidade. A Realidade foi era uma revista notável. Uma revista mensal, que era muito bom, a gente tinha que fazer uma uma reportagem por mês, né. Eu tenho alguns exemplares da Realidade aqui, se vocês quiserem A revista surgiu na mesma época que surgiu o Jornal da Tarde, entendeu? Só que o jor ela era uma revista mensal. Ela é anterior à Veja. A Veja surge em agosto de e oito, de mil novecentos e sessenta e oito. Eu tenho ainda dois exemplares e tem mais alguns outros. Essas duas, as capas são minhas. Esta capa fui eu que fiz, fui eu quem fiz. Chamada Maconha nas Escolas. Causou um grande impacto essa capa. Foi muito estudada. Esse esta Esta reportagem é muito citada em diversos livros. sobre o consumo de drogas, porque ela realmente impactou. Foi um trabalho trabalho legal. Esta aqui também é a capa minha. O o Adolescente. Ela ama, vive e te desafia cada vez mais cedo. Aqui está ela, mas não é só ela, é ela e ele. Quer dizer, eu fiz uma uma enquete com adolescentes jovens do Brasil todo, de do interior de São Paulo, de São Paulo, de Belo Horizonte, do da Bahia, de diversas partes de São Paulo, do do Brasil, para captar eh é o ponto de vista deles a respeito de certas questões, como o divórcio, como... Aí sim, com uma necessidade de liberdade, de perspectiva de trabalho, você vê, eu fiquei na realidade em E vinha só vinha a conhecer a censura na Veja. Na Veja tivemos censor dentro da redação, o sujeito ficava sentado em uma salinha e tinha que ler todas as matérias, todos os artigos. Uma experiência horrorosa. Porque saber que que o que o seu exercício profissional, que você e todos que estavam ali, eram pessoas competentes, eram pessoas que, portanto, já exercem em relação a si mesmas uma autocensura. Mas saber que isso tudo era desconsiderado porque tudo tinha que passar pelo crivo e obedecer a uma outra visão, que era uma visão política e uma visão de um de uma só direção que nada que perturbasse, que pudesse causar o mínimo O mínimo tremor na na situação desta gente que governava podia ser publicado, nem também não podia ser nem falado, foi muito desagradável. Foi muito ruim. Por isso que eu detesto e realmente combato e sempre combaterei todos os regimes de opressão, todos os regimes todas as formas de opressão e todas as situações de opressão e de tentativa de organizar as massas e o povo como um rebanho. Por isso mesmo é que eu detesto o eme esse tê Porque é outra tentativa, esta esta gente está montando uma um esquema extremamente fascista de controle. da da de um de grupos sociais e de dominação de grupos sociais. Dominação não só ideológica, como financeira. Mas, enfim. Ah Na realidade, eu podia fazer uma reportagem por mês e tinha, como companheiros, figuras notáveis. O Jorge Andrade, um grande teatrólogo, o homem que escreveu Os Ossos do Barão, era meu colega, ele ele fumava com uma piteira de osso, assim, usava uma piteira de um ar. O João Andrade é uma figura simpática. Trabalhavam o Zé Hamilton Ribeiro, o Rodolfo Konder, que depois veio a ser secretário municipal da Cultura, que passou por lá. Ah um grupo notável de fotógrafos. Eu tive como fotógrafos o David Zinghi, a Maurine Basiliati, Claude Andujar, Jorge Love, Fotógrafos de primeira linha, de primeira grandeza, porque a realidade valorizava a fotografia também. Então Então foi um período muito feliz. Nesse período é que eu que eu resolvo me casar, né. Aí já firmei com essa namorada e resolvi casar. E casei. Depois eu saí da... da Editora Abril e fui trabalhar na Associação dos Bancos do Estado de São Paulo.

Federação Nacional dos Bancos. Como jornalista?
É, eu trabalhei como um um pesquisador, entendeu? E E redator também de textos, de estudos sobre a área. Aí, o que que aconteceu? Fizemos um concurso nacional de cartazes para um dos congressos do de bancos. Eu convidei o Millôr Fernandes, o Décio Pinatari, o Danilo de Preti, Paulo Mendes de Almeida para convidei. Formaram o os o o o o corpo de jurados do qual eu também participei. Foi possível a gente ter algumas iniciativas de ordem nacional positivas ali. Depois disso, eu tinha comprado uma área de terra abandonada, erodida e praguejada lá na Noroeste, na região de Lins, e na divisa entre Lins e Cafelândia. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu vi que aqui não era um... São Paulo não era uma boa cidade para se criar filho. Então, eu fui para lá. Formaram essa fazenda. E fiquei lá vinte anos. E foi um período muito bom, muito positivo, muito fértil também. No Onde eu pude ler muito, escrevi bastante. Enfim, eu já tinha publicado o meu terceiro livro, que é o Morte na Rua Simpatia. uhum Isso em sessenta e sete, quando eu estava no Jornal da Tarde. E depois disso eu fiquei trinta anos sem publicar nada. Só em noventa e seis que eu publico com o um um um calendário chamado Encenações, com com com poemas meus, ilustrações dele. E depois, em dois mil, eu publico o livro Verba, que eu lancei aqui e lancei na Embaixada do Brasil em Portugal, que é este livro aqui, Verba. Com capa do Tilly Hellmaster, depois ele inverteu. Em vez de colocar na na horizontal, ele pôs na vertical o título, o nome e tudo. Você quer ler o E o livro foi muito bem recebido pela crítica. Tive uma teve uma fortuna crítica, uma repercussão muito boa, muito grande. Tanto aqui quanto em Portugal. Foi uma possibilidade de reencontrar amigos e colegas e outros poetas, que eles ficavam me cobrando, né. Encontrava o o o Álvaro de Faria. Escuta, você tem que publicar. Faz tempo que você não publica. Porque fizeram uma antologia da geração E eu estou incluído nessa antologia, claro. Depois fizeram uma outra. O próprio Álvaro fez uma outra antologia. que foi publicada em Portugal, Antologia da Moderna Poesia Brasileira, eu também estou incluído. E eu sei que ficavam me cobrando um novo livro, um novo livro, e todos os amigos que eu encontrava, cadê o seu o seu livro? Você não não tem escrito? Eu falei, tenho, mas você não tem publicado. Precisa publicar, tal. Aí foi surgindo. O Capinã, que é da minha geração, eu dei alguns poemas para ele ler, ele já escreveu um texto, O Tilly Hallmeister ficava me cobrando também ah, fazendo ilustrações para um possível poema. Então eu fiz este livro que chama-se Verba. Ele tem os os poemas da série Verba, depois tem alguns sonetos, depois tem baladas, depois tem... Tem outros poemas. Tem tem um poema aqui curioso. Tem o Canto Aberto. Esse Canto Aberto é uma é a letra de uma música que eu fiz com o Geraldo Vandré, que concorreu ao Festival da Música Popular Brasileira, da Record. Em sessenta e sete, sessenta e nove, não me lembro mais. Isso
Esse é um poema que virou uma letra de música, ou ao contrário? Não
Não, esse poema, aham, é uma parte dele, as três primeiras estrofes, o Vandré musicou. Ele e o Heraldo Dumont fizeram uma música que concorreu ao festival. Mas ele não não não era conhecido por inteiro, porque tem mais duas estrofes, entendeu? Então, é isso foi gravado pelo Vandré. por aquela cantora Cláudia, que defendeu ele no defendeu o o poema e a música no festival. Mas a os últimos dois, as últimas duas quadras é que não haviam sido publicadas. Tem esse essa tra esse poema aqui me causou muito muito... Tem gente que pensa que a poesia não incomoda, mas a poesia incomoda. Esse poema já não havia censura, não havia nada. Eu fiz um esse poema e quis publicar no suplemento literário, não quiseram publicar. Ãn É, poema muito bom, muito bem feito, mas não dá para publicar, não dá para fazer. Aí tentei publicar no outro lugar, ninguém quis publicar. No jornal de leitos, ninguém quis publicar. Porque era na... chama-se a balada do eleito. Ninguém queria publicar esse poema, porque... Achavam que podia ferir a suscetibilidade de algum eleito. Quer que eu leia esse? Por favor. Incomodou tanta gente, só consegui publicá-lo em livro. A Balada do Eleito. É um poema feito em versos decacílagos. Enfim. No verde e azul da festa tropical, um espetáculo de fogos, bandas, discursos, cumprimentos e respeitos, se abre como um sonho para ele que sempre se guiou pela modéstia, guardou-se de palavras imprudentes e foi capaz de unir cautela e astúcia num contínuo sorriso de alvos dentes. O sorriso de agora é mais feliz por estar na poltrona principal. Sob um foco de luz, o ar paternal acolhe as deferências que lhe fazem com um gesto de tranquila bonomia, passando a ideia de que é natural todo o tributo que lhe prestam todos, já que em louvá-lo todos se compravem. Centro das atenções mais lisonjeiras, ele decide, ele decreta, ele vai de cá para lá e de lá para cá, adiante, em frente, sem jamais esmorecer, não se arranhando em críticas ou meras questões de pôr menor. Ele é o maior, ele é o momento, é a moda, é o timoneiro e sabe que até os astros são quireras. Porém, alguma coisa baila no ar, estranha, diferente, divergente. Alguma coisa que se agita, inquieta e zumbi zonza e volta a ficar quieta. E amarga a festa, e faz doer o pé, mas ele não percebe o que isto é. Esperto mestre de causte, esperto mestre de cautela e astúcia, ele saiu de fora e ficou dentro, pois soube unir adversos, por se insúcia com esquerda e direita, sendo o centro. Agora, colhe os frutos que a fortuna amiga e protetora lhe oferece. e não entende por que a Vespa Zonza empana o brilho de tanta benesse. Se o presente é um presente, do futuro quem saberá saltar o ignoto muro? A falta de resposta e o desafio implícito que a si e aos demais lança, espanta a inquietação e corta o fio da dúvida. E outra vez, posto em bonança, ele prossegue, alegre e abacial, no verde e azul da festa tropical. Porém, alguma coisa baila no ar, alguma coisa que se move inquieta, que zumbizonza e volta a ficar quieta, e amarga a festa, e chega a sufocar. Mas ele não percebe o que isto é. Muito bom.
Essa é a balada do eleito. Muito bom, dá para entender Hoje eu acho que é bem, o cenário hojé é bem claro nesse sentido. É sempre assim É sempre assim. Hoje em dia, então... Seja em qualquer área. É verdade.
Carlos, qual quais são as principais lições que você tirou da sua trajetória de vida?
Pergunta difícil.
Algumas.
Olha... Talvez a principal delas tenha sido a constatação fria e certa de que o nosso tempo de existência é breve. É sempre breve. E que não é possível aprender tudo o que a gente quer aprender.

Há que tentar cada vez mais, porque para mim a vida só tem sentido como um aprendizado, quer dizer, na medida em que eu estou aprendendo, que eu quero saber mais alguma coisa, quero conhecer mais alguma coisa, estou vivendo, estou vivo. Então, esse desejo de aprender e de encontrar a vida aprendendo, Ele, às vezes, é tolhido por limitas pela limitação do tempo. Há tantas coisas que eu queria conhecer e aprender e sei que não vou ter tempo suficiente. Então, essa é uma uma uma constatação, não diria derrotista, mas fatalistas, talvez. <laughs> Outra lição de vida. Que a vida é é um processo circular. Entendeu? Certas certas situações e certos encontros e reencontros vão acontecendo no caminho de uma maneira surpreendente. Ela é um processo circular. Não sei que outras lições, e a vida poderia ter me ensinado a não ser uma mais clara de todas, a mais nítida. que é a seguinte, nós estamos vivos e aqui não é porque somos somos capazes de lutar para o nosso sustento, porque somos capazes de nos vestir, de arranjar um teto, de nos alimentarmos para continuar vivendo ou de prover as nossas necessidades básicas. Nós estamos vivos porque há uma há uma magia inexplicável no ato de existir e de estar vivo. E há uma situação tão frágil como uma linha de aranha, uma teia, não uma teia de aranha, que é uma coisa forte, mas um fio de uma teia de aranha, um fio de aranha. Nossa vida, a de todos nós, está presa por um fio de aranha. Ela pode se romper a qualquer instante, da maneira mais que inesperada. E é isso que que é uma constatação, um aprendizado e uma lição que eu tirei. Eu tive um acidente no qual eu cortei a os os dez tendões da... do pulso direito, coisa absolutamente inesperada e estúpida em uma festa, em um casamento. Tive outros acidentes e vi amigos <coughs> deixarem de existir, assim, de repente. É uma coisa muito frágil. E, realmente, a vida é uma magia muito maior do que a gente se conscientiza de que é, eu acho que ela é frágil Ela é extremamente frágil. É uma fragilidade absoluta. É uma É um fiozinho de aranha que nos sustenta.
E alguma coisa muito marcante mudou desde depois desse seu primeiro acidente?
Eu tive outros. Eu já eu já estou na terceira ou na quarta prorrogação, entendeu? É verdade, eu estou na prorrogação. Isso é uma dádiva, é um dom. Eu tive esse acidente no qual eu cortei os dez tendões, claro que artéria e tudo. É Era uma festa de casamento de um filho de médico, estava cheio de médico, eles fizeram um tourniquete, me levaram para o hospital imediatamente. fizeram. Dizem que em dois minutos e meio mo morre a pessoa, o sangue vai embora. Depois eu estava voltando de Santa Catarina, naquela estrada péssima, onde eu vi uma placa, que eu nunca mais vi outra, lamento não não não ter não ter, não estar com uma máquina fotográfica no ocaso, eu vou fotografar essa placa oficial do dê erre. Ele dizia assim, tente sair vivo dos próximos cinquenta quilômetros. Está terrível aquela bê erre cento e um, que liga o Sul, São Paulo ao Sul. caminhões, estradas arrebentadas, buracada. Enfim, eu vinha voltando de lá sozinho e tive um acidente de de automóvel muito maluco, muito maluco. O carro bateu no meu, eu rodopiei e quando eu vi esta eu abri os olhos eu estava no meio de uma pista de asfalto O outro carro estava escorrendo uma coisa, achei que era gasolina, me levantei e vi três homens parados como estátuas me perguntando, o senhor está vivo? Falei, parece que sim. Fui arrancando cacos de vidro da testa, da cabeça, tudo. Enfim. E aí, outro. E tive um outro ainda quando era menino, quando eu quebrei a cabeça. Mas, quer dizer, é de repente. É de repente. A coisa acontece, esse fio de aranha se rompe, assim. É muito de repente. Então, o o a gente tem que... Que lição? É tomar cuidado com a vida, não no sentido de se resguardar, mas de aproveitar os momentos felizes da vida. E evitar que os infelizes surjam. Principalmente quando a culpa deles é nossa. Nunca criarmos os momentos infelizes. Porque a vida é uma é uma coisa muito mágica, uma dádiva. aqui com vocês, olha, em uma imersão monologal um pouco <laughs> um pouco um pouco voltada para mim mesmo, de sentir assim, su surpreso de de rememorar certos momentos e certos fatos e certas figuras, mas que eu rememorei com prazer. Por exemplo, o meu professor do do clássico, o Sérgio Millier, o Clóvis Graciano, ah o Cláudio Abramo, o Rui Mesquita, figuras dos meus pais, meus irmãos, Minhas irmãs, quer dizer, são são figuras do percurso do meu percurso existencial e de um e de momentos que que extrapolaram a minha própria existência, que eles foram também para a existência do dos outros, do corpo social em que eu atuo. Por quê? Porque né né né naquele momento eu estava voltado para uma para um fazer que foi possível, entendeu? fazer o que foi possível fazer um jornal, foi possível escrever, foi possível publicar livros, foi possível participar eh da criação de uma música, de um amigo músico, foi possível atuar junto ao meu tempo. E isso eu acho gratificante. Já a minha experiência na área rural também foi muito gratificante, porque eu trabalhei uma área de terra abandonada, erodida, praguejada, e transformei este solo, aquele solo, em uma, em uma área totalmente refeita, um solo com vidas, uma terra cheia de minhoca, você sabe que minhoca é sinal de vida do solo, né, sem nenhuma erosão, pude plantar centenas de árvores, pude produzir alimentos, pude criar criei gado e cavalo pude fazer um trabalho muito positivo também influenciar os vizinhos que tinham uma atitude um pouco mais conservadora e mais atrasada em relação a a utilização da terra e também pude aprender a compreender Aprender a compreender o tempo de uma planta. O tempo que leva um uma vaca para gestar um bezerro. O tempo que que que ela leva amamentando este bezerro. O tempo que ele leva para se tornar um animal adulto. Criar e ver os tempos da natureza. O tempo que leva uma semente para germinar e se transformar em um pé de milho ou em uma outra coisa e para, por sua vez, se reproduzir. e a e a ver o tempo também como natureza. Você sabe que todo agricultor olha o céu, né, não é direto, para ver se vem chuva, se há nuvem, se o vento virou, porque ele precisa da chuva, precisa do sol. E conviver com os tempos da natureza e com o ritmo da natureza é muito importante para um ser humano. Eu acho que na vida cosmopolita, na vida urbana, na vida que nós temos nas grandes cidades, As criaturas se distanciam muito do ritmo da natureza. Muito, muito. Elas saem, elas não percebem. Em São Paulo, uma cidade poluída como essa, você nem tem o céu, eh o céu noturno. Não se tem estrelas. De vez em quando a gente vê a lua cheia e fala, ó, que noite bonita, temos uma lua cheia. Mas você não tem estrelas, você não tem a Via Láctea, você não não tem visibilidade de céu aqui. Então você não tem a percepção das estações, das mudanças, que ocorrem na na na estrutura da natureza. E isso eu acho que torna o habitante desses lugares uma pessoa mais desapercebida de certas certas sensibilidades. Pode até achar uma flor bonita, mas ela não sabe compreender a intimidade da beleza da flor, coisa que uma pessoa do interior ou que está mais próxima da terra compreende melhor, eu acho. Então, é isso aí. Acho que eu estou devagando.
Não, está ótimo.
O interessante é porque você, como como é antagônico e a dualidade existe em tudo, você começou a sua fala falando do interior, o quanto São tantos trechos interessantes que tem uma minutagem infinita aqui. Mas você fala justamente do quanto ah o interior às vezes torna a gente limitado. Mas o quanto esse interior também te trouxe coisas extremamente... termos de aprendizado.
Sem dúvida. Agora, ele é limitante na na na área cultural.
Sim, mas é é importante, é é interessante ver essa dualidade, ver a integração das coisas. Eu não sei se isso é claro para
Sim, por outro lado, é claro que ele abre a possibilidade de eu conhecer, de eu conviver mais com a natureza, de ver o este ritmo da criação, da da planta, da das estações se modificando, nisto ele
eh, é muito melhor. Em toda a sua fala também fica muito claro como o Lins sempre foi importante, como o Grande Útero, para onde você sempre voltou em momentos super importantes. É verdade

Eu também já tinha descoberto isso quando eu fiz um poema sobre a cidade longe. Você, acho que é uma, você é uma psicanalista, é desgraçada de entrevistadora. (fala com risos)

Não tem problema. Leia leia

Não é importante.
maior poema do do livro. E esse poema tem uma história curiosa, porque eu fiz esse poema Deixei guardado. Um dia eu joguei fora o poema. Rasguei e joguei no lixo. Meu irmão salvou o poema. Um dia ele me procurou, falou, uma vez você jogou isso no lixo, convence a rever. Eu tirei do lixo e guardei para você. E eu sou muito grato a ele por ter salvado esse poema. Elegia da cidade longe. Porque eu conto a história, por exemplo, a noro a região noroeste de São Paulo. O Brasil é muito novo. O Brasil é um país fantástico, porque é ainda um país criança. A região noroeste do estado de São Paulo, ela só foi desbravada a partir de mil novecentos e vinte. Ela só foi desbravada depois da missão Rondon. Depois que o marechal Rondon foi até o Mato Grosso, criou o traçado da da estrada de ferro noroeste do Brasil, puseram os trilhos e não é que a que a estrada de ferro, o trem foi até lá porque lá havia uma cidade. Não, o trem foi para foi para Três Lagoas e foi para até Bolívia, mas então foram nascendo cidades. As margens da das ferrovias, assim como surgiram cidades, as margens das rodovias, da Belém-Brasília, foram nascendo cidades, né. Assim como Sorocaba nasceu da da rota dos tropeiros, era um pouso de tropeiros, surgiu Sorocaba. Então, a Noroeste surgiu após o trem. as cidades foram sendo feitas depois em que o trem chegou. Uma coisa nova, não é como outras campinas, como o Ribeirão Preto, que já havia. Então, começa com este verso. O apito do trem veio derrubando a mata e carregando gente aventureira para fincar na terra virgem a aposta de vencer as traições do índio do calor, da febre, da solidão e da vertigem num trunfo de copas verdes. A cidade abriu uma clareira no matagal de perobe marfim para emergir da da neblina campestre campeando-se entre lama, pó, madeira, areia e pedra no meio dos cafezais cercada por floradas brancas de um perfume persistente que, às vezes, na lembrança amedra. Nas ruas, nas praças, no cemitério, esse perfume que passa de repente, evoca imagens, cria ecos, desperta histórias e tudo quanto foi, deixou de ser e ainda é nos acordes da memória. Foi lá que os campos do céu se abriram nas tentativas de voo e asas de um pássaro sempre errante, migrante, em busca de luz para os mistérios que vêm e que deveêm, e ar e algum clarão que explicasse o contrário do que sabia. O de repente conhecer-se homem, não pássaro, o pressentir-se fauno, não cisne, o ver-se em pelo e não pluma. Foi lá que os cafezais morreram, foi lá que a infância se esvaiu, sonorizando ecos tanto amargos quanto amenos, violinos de vespas, trilos de grilos, mugidos de vaca noturna, ainda, quando acontecem, fazem vibrar uma saudade imprecisa e funda contrária a luz rasa dos rios pequenos. Foi lá que os rios se refugiaram sob a madeira velha das pontes e sobre os rios arredios se esconderam imagens de poemas silenciosos que se foram bubuiando no translúcido. Talvez por isso e pela cumplicidade que se cria entre as ruas da cidade e as ruas da memória, no fauno que sabe-se apenas um burguês dedicado ao bom comportamento dos domingos familiares, tenha permanecido um impulso refratário à explosão da emoção e aos galopes na crina da alegria. Quando os campos do céu ainda eram o aprendizado da lei da greia acontecia natural, sob o sol forte das auroras espaçosas e a irresponsabilidade das tardes preguiçosas. Navegante onírico, para lá em caminho a lembrança frequente, como quem procura um talismã perdido, como quem está perdido e dividido. É que a cidade, tem o dom da ubiquidade. Quando falo de lá, escrevo aqui. E o que falo, escrevo e canto tem sempre a mesma verde e clara realidade. O concreto é que, ao contrário de tudo o quanto se perde, rumo ou remos, não se perde o impulso do dos perfumes que colhemos. Já se perderam, arruinados, os vastos cafezais. Perderam-se as primeiras emoções, sustos com sabor de resplendor. Perderam-se os apitos do trem, perderam-se os que fizeram fortunas e os que ficaram sem vintém. Por Niarias perderam-se grandes ideias possíveis. Perderam-se as figuras que olham de frente na retangular lembrança das fotografias. perderam-se os esbravadores, os que enxergam e fazem, sem porfias, sem medo do primitivo, do calor, da febre, da solidão e da vertigem. Mas, certamente por serem voláteis, os perfumes não se perdem. E novamente o cisne quer voar quanto o tempo que avança, mesmo sabendo que as fotos se embaçam no pó, que os amigos olham de longe, Que os relógios ficam mais lentos Que a cama arranje Que a vida cansa Se um certo perfume em incerta manhã perpassa redescobrimos que o tempo voa e que temos asas para voar nele e que temos fé para ir navante ao empuxo da ré Num lance de lança o cisne ressurge e se alça bailarino de uma reinventada valsa Crente e valente porque sempre existe a possibilidade de sorrir, quando a sorte florir ou ruir. Um refúgio sob as pontes, uma fuga para a ruga, a ciência do perigo, um abrigo no jazigo, estes são os nossos sudários, esses são os estuários da vida sem reversão. Voltar é sempre difícil, um rio não tem contramão. Porém, da cidade que foi, rebrotam floradas no olhar e no olfato da memória. No olfato que inspira aromas, no olhar que reflete a luz rasa dos rios pequenos, enquanto esconde uma lágrima apressada na lembrança de suores e serenos, tanto amargos quanto amenos, no olhar que reflete breve um reverberar de novo, um fulgor de lâmina, cortando o sorriso que o disfarça e que, de leve, se esgarça, assim como, na contraluz, um voo de garça.
Maravilhoso! <laughs>
É, eu acho que era uma coisa muito pessoal, um poema realmente que... E ele aqui, dando preocupações, surgiu também inesperada, repentinamente, uma possibilidade de de de um sujeito que me ofereceu, quis comprar a fazenda, eu vendi a fazenda Foi generoso, falou, você fica com o gado e os seus... e a sua tropa o tempo que você precisar e tudo, até você resolver isso, tudo bem. Aí eu vim para São Paulo, cheguei aqui, Fui convidado para trabalhar no Estado, voltar ao jornalismo, como repórter especial do jornal Estado de São Paulo. Isso foi extraordinário para mim, porque foi a partir daí, de noventa e seis, que eu que eu realmente tomei contato com o computador, que eu aprendi a escrever em computador, porque eu escrevia em máquina de datilografia. Mas, então, também foi estimulante retomar o jornalismo e como repórter, porque viajei, fui para cá, fui para lá, eu estu estudei muito, escrevi muito sobre a questão agrária, visitei acampamentos, vi diversas situações, assentamentos e escrevi sobre diversas coisas, viajei bastante e aquela pulsação do jornalismo, principalmente o jornalismo de reportagem, voltou a acontecer, o que me revitalizou, o que foi ótimo. Aí fui convidado para participar da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a qual eu me integrei, e tenho feito bastante trabalho nessa área, como na área de história, de de de pesquisar a história da arte brasileira, de história da pintura, história da... da evolução da arte brasileira e das manifestações contemporâneas.
Então, está tudo bem. E, atualmente, o senhor mantém essa atividade?
Estou escrevendo bastante. Só no ano passado eu publiquei dois livros. Publiquei um livro... Tenho o principal texto de um livro sobre o de Real Meister, que chama-se Inquieta Colagem, e este livro que chama-se Avanços e Ajustes, que dá uma um que é uma síntese dos principais acontecimentos havidos no Brasil e no mundo a partir de se
O que que é a experiência de repórter na vida do senhor? O senhor
Olha, ela é formidável. Tanto é que eu escrevi um livro chamado, de poesia, muito original, chamado Morte na Rua Simpatia, que eu levei para para a poesia. Isso é uma coisa inédita, uma coisa diferente, porque eu levei o jornalismo, uma uma poesia com notícia de jornal. Justamente o jornalismo, eu fui cobrir eu fui cubrir ah um acidente que houve em uma rua de São Paulo, no bairro do Sumaré, chamada Rua Simpatia. Estavam construindo uma uma casa e desabou uma um barranco ali, estavam fazendo um muro muro de arrimo de um barranco, o o muro desabou e morreu um sujeito soterrado. Esse sujeito era um baiano, baiano de Vitória da Conquista, que veio para São Paulo como tantos outros vieram, porque São Paulo é uma cidade que está sempre demandando estas mãos e outras mãos na sua construção, na sua autofagia permanente. Eu já escrevi isso. São Paulo é uma cidade autofágica. Ela se faz, se devora e se repassa. Ela vive se destruindo e se reconstruindo. Então, eu refleti sobre isso aí. Falei, se o sujeito bem trabalhar, o que ele pode fazer em São Paulo? Ele é absolutamente incapacitado, analfabeto. Ele vai ser ajudante de pedreiro. Ou fazer outro serviço, braçal qualquer. Agora, como que ele consegue sobreviver na cidade? Como é que ele consegue ler um sinal de trânsito, uma um nome de rua se ele é analfabeto? Como é que ele vai saber o nome da rua? Como é que ele vai ler a placa? Como é que ele vai ler o o o o nome do ônibus que ele vai tomar, da condução que ele vai tomar? Quer dizer, o sujeito tem que inventar muito. Como ele vai descobrir um lugar para morar? Então tudo isso foi me inquietando e eu escrevi esse poema, Morte na Rua Simpatia, que conta a morte do desse pedreiro. E essa E eu ponho a caminhada dele andando por São Paulo e eu fui jogando com os nomes das ruas E deu uma coisa diferente, né? Rua da Consolação, Rua Chora Menino, por exemplo, rua isso, rua aquilo. E E fiz um e fui inserindo manchetes e notícias de jornal e saiu um poema que alguns críticos disseram que é o único poema realmente que fala de uma cidade, de uma maneira poética e jornalística. Ele é diferente. Ele é fruto da minha... experiência jornalística. Agora, a a vivência do jornalismo, que acho que é mais especificamente o que você quer saber, é uma vivência formidável, porque um médico, hoje, ele torna-se um especialista, o que é um problema para um ser humano, no meu entender. Um advogado torna-se um especialista. e o e outros profissionais tornam-se especialistas. Então você, de repente, tem um médico que entende de joelhos. Ele só estudou joelhos, é um profundo conhecedor dos joelhos. Outro é um profundo conhecedor de mão, outro de pé, outro de coração. Quer dizer, o homem moderno não pode mais ser esse homem. É contra a contemporaneidade essa especialização, fixação na especialização. Eu estou com Edgar Morin, Pensa no que que desenvolve até o Instituto na França, eh do pensamento complexo, la complexité. O pensamento complexo é aquele pensamento multidisciplinar. Você tem várias disciplinas que se cruzam no seu saber. Não é um saber detalhado, minucioso e profundo de uma só área. São vários saberes, são várias eh... disciplinas que se cruzam na na rede de informações do homem contemporâneo. E o jornalismo propicia isso melhor do que qualquer outra profissão. Porque se no início eu era crítico literário, se no início eu era voltado para a literatura e para a arte, quando eu passo a a integrar uma redação, eu tenho que escrever sobre tudo, eu tenho que estudar, verificar, analisar. E eu sempre fui defensor dessa tese, de que um jornalista completo tem que ser capaz de escrever sobre tudo, de cobrir os fatos, como um como um testemunho dos fatos. Eu nunca eu já escrevi isso, eu já cobri todas as áreas, menos uma. Teve uma Tem uma área na qual eu nunca me meti. que era de esportes. O pessoal de esportes, do futebol, ou seja de de, era uma turma sempre muito simpática, muito alegre e muito competente. Então eles sabem o fulano que fez um gol no ano passado, na outra Copa tal. Sabem tudo. E na área de esportes eu nunca nunca entrei, nunca escrevi sobre esportes. Mas o jornalismo é uma experiência fascinante por causa disso. Você está aqui, depois você é mandado para lá. Eu entrevistei o doutor Albert Sabin, por exemplo. O homem que inventou a vacina da poliomielite, um benfeitor da humanidade. Simples, simpaticíssimo. Entrevistei cardiais, cientistas, médicos. Eh Fui entrevistar uma ocasião o Nelson Gonçalves na prisão ali da Avenida Tiradentes. Tinha uma prisão na Avenida Tiradentes. E foi onde eu conheci o Nelson Gonçalves, que tinha um vozerão. Aquele Era um homem era um homem magro, que era um esqueleto. Era praticamente um esqueleto coberto por pele. E ele dizia que já tinha cantado várias músicas ali, que os presos estavam gostando muito dele, e que ele ia se emendar, não ia nunca mais ser preso. Por que tinha sido preso, então? Porque foi pego usando droga tal. estava. Diz que tinha largado as drogas, não sei o quê. Então, foi uma visita interessante, um um encontro interessante. Então o jornalismo te leva a isso. Você está aqui, de repente está em São Luís, de repente está em outro lugar. E ele Ele ele dá essa esse leque de de caminhos, de divisões, que fazem a gente compreender melhor Essa complexidade, o mundo o mundo do pensamento complexo, o mundo do homem que tem que ter noções de biologia, de natureza, de de ciência, de matemática, de letras, de arte, de tudo. Você tem que ter noção de todas as coisas. O conhecimento específico não não forma o homem contemporâneo mais, não basta o homem contemporâneo. E os homens têm que se entreligar, todos eles. E o jornalismo ajuda nisso. Nesse sentido, nessa inter-relação. Claro que a vida te leva a isso também. arram A sociabilidade te leva a isso, mas o jornalismo te leva mais densamente a isso.
É Acho uma profissão muito boa. O perfil do bom jornalista, do da versação sobre vários assuntos isso.
Ser capaz de estudar e de de compreender vários assuntos. É claro que é uma visão mais perfunctória. Agora... O jornalismo que eu que eu exerci e que meus companheiros de geração exerceram foi sempre um jornalismo investigativo e analítico e dialético. Os fatos precisam ser investigados de maneira científica, ou seja, você tem uma afirmação deste lado, você vê se há negação, se o contrário é possível. Se não for possível, esta é a verdade, isso é contrabalante. E é aquela linha que sempre alimentou o verdadeiro jornalista, né. É um certo ceti ceticismo em relação a tudo. Entendeu? Uma posição tanto cética, sempre é bom. Sabe? Tanto distanciada, sempre é positivo.

ter responsabilidade, como eu disse. Há uma autocrítica. Todos nós temos uma autocrítica. Quem faz qualquer coisa destinada ao público tem que ter autocrítica. Então, ela é exercida de uma maneira mais ou menos brilhante, mais ou menos feroz. O duro é você ter uma censura. Censura é outra coisa. Ai é É é a coerção

E tem alguma coisa mais que o senhor queira colocar, que porventura nós não temos perguntado?
Eu não sei qual é o interesse. Eu acho esse museu da pessoa tão interessante e tão novidade para mim, que eu fico sem sem saber exatamente qual é o alvo de vocês. O alvo carlos
de vocês como ele disse, na realidade, É esse espaço, a gente quer garantir esse espaço para que as pessoas perpetuem e contem suas histórias, porque a gente acredita que uma história pode mudar o nosso jeito de ver o mundo. Certamente, a gente que está ouvindo aqui, te ouviu falar, coisas mudaram a partir do do da sua narrativa e da sua história, por Rafael, que é um jornalista recém-formado, Então, e e toda essa história também disponibilizada no portal, que as pessoas possam acessar, ela vai dar todo um tom. É É com isso que a gente quer mudar o mundo, com as pessoas se enxergando a através das outras. Então, não existe um objetivo específico de... com existe um roteiro básico eh que que é traçado, claro, com algumas informações que fazem ah com que você percorra aí um pouco da sua da sua trajetória e revisite esse passado. Mas o que a gente quer é você aqui, contando o que você está com vontade de contar, e que as coisas fluam naturalmente. Existe muito muito menos um um um compromisso jornalístico. Isso é um museu de história de vida. Ah Então, a ideia é essa. O nosso objetivo é esse. A gente quer, daqui a cem anos, construir uma massa crítica. para que as pessoas consigam, de verdade, achar meio óbvio que a história do outro é importante. É isso que a gente quer a longo prazo. E e e E, nesse momento, o que a gente quer construir é é contribuir para para construir uma sociedade mais justa, mais democrática. Onde as
E mais solidária, né. E mais solidária, sem dúvida.
O ser humano se reconhecendo através do outro, a partir do outro, eh com certeza a gente já começa uma transformação grande eh aí que se precisa. E aí o museu atua dessa forma, mas atua de outras também, e sempre com a memória. Então, a nossa o nosso trabalho é a memória, é a história para a transformação social em todos os níveis. Que é a transformação que par que acontece na própria pessoa, até a transformação que a gente pode fazer em uma comunidade com o uso da memória. história. Essa a missão do museu, entendeu? ficou... Eu fico

de ter participado e honrado de ter participado dessa história e desse projeto com vocês, sobretudo falando sobre a questão da palavra e da língua, né. Porque vocês sabem que no ano passado o i bê gê é fez uma terrível constatação Depois de uma pesquisa bem detalhada, ele ficou ficou constatado que setenta e cinco por cento da população brasileira padece de analfabetismo funcional. É um índice muito alto. E esta é uma situação paralisante, paralisa o país. Ou seja, setenta e cinco por cento dos cento e oitenta milhões de habitantes que tem esse país, ou quase duzentos, então, vamos dizer, cento e cinquenta de se forem duzentos milhões cento e cinquenta milhões de habitantes, cento e cinquenta milhões, padecem de analfabetismo funcional. São capazes até de ler, de escrever o nome e de escrever outras coisas. Mas não conseguem entender nem interpretar o que leem. Isso consiste no alfabetismo funcional. Então é importante que a língua portuguesa e que a a intensificação do conhecimento das formas de expressão que a língua portuguesa, a nossa língua, nos dá sejam mais conhecidas e mais praticadas. para que a gente também possa compreender melhor uns aos outros. A língua é o nosso primeiro e principal instrumento de comunicação e de trabalho. Se a gente não não compreende a nossa língua quando ela está escrita, quando os pensamentos estão concatenadamente e ordenadamente organizados em um texto, a gente está paralisado, não é o sujeito fica paralisado. Isso paralisa não só o desenvolvimento de uma pessoa, como de uma nação, principalmente de uma nação. Esse é o pior de todos os índices que o país ostenta. Como diziam lá no interior não é, a pior pobreza não é a pobreza financeira. A pior pobreza é a pobreza de espírito. <laughs> Um sujeito caipirão que falava isso. Pobreza, sô. Carlos, pobreza verdadeira é pobreza de espírito. E é verdade, essa é a pior. Mas ela é fácil de ser superada. É que as pessoas preferem uma sociedade de massas como a nossa, uma sociedade em que a pressão consumista é muito grande, em que a força dos anúncios da pressão para comprar isso, comprar o sabonete, comprar ah a blusa, comprar isso, comprar aquilo é enorme, o carro, Então a pressão consumista nesta nesta estrutura de massa, de comunicação de massa, principalmente pela televisão e bastante agora pela pela via por via computador, a gente não pode se esquecer de quem de que do fato de que quem está diante de uma televisão vendo a imagem, o movimento, a cor e o som, podem fascinar, mas ele está em uma situação passiva. O elemento ativo é a televisão. O espectador é o elemento passivo. Ele está passivamente diante daquilo, recebendo aquilo de forma totalmente passiva. Agora, se ele pega um jornal, um livro, e passa a ler as palavras e a forma literária, É que são o elemento passivo. E ele é o elemento. ou ela, o leitor, é o ativo. Porque ele tem que desenvolver o seu raciocínio, a sua fantasia, a sua imaginação para compreender aquilo que ele está lendo. Tá certo? Se ele lê um conto, o um romance, uma frase que diz... O automóvel foi subindo por uma estrada escura, sombreada de um lado, por árvores muito altos e do outro por uma escarpa montanhosa e de repente chega em uma curva e acabam-se as árvores e surge a justamente na beira da estrada um precipício enorme. Quer dizer, a pessoa tem que ir imaginando tudo isso. Ele tem as palavras. Ele tem que imaginar a árvore, a escarpa, o precipício, o carro escuro, o perigo da estrada. É todo um um um processo que ativa o cérebro do leitor, que ativa a sensibilidade do leitor e do homem, do ser humano. Ao passo que ficar diante da televisão não ativa nada, amortece todas as as fibras de reação e de criação do ser humano. Então é uma atitude passiva. Isso já foi já foi estudado e todos já sabem. Estou falando algo já sabido, mas eu quero falar para reiterar. Porque a leitura é fundamental para a formação de um homem e de uma mulher razoavelmente ou minimamente inteligente e capaz de convívio e de raciocínio. Sem a leitura, o ser humano é cada vez mais limitado e e limitante, porque ele passa a limitar os que o cercam.

Uma das mais, o que você gosta?
Saudade é uma palavra criada pelo rei Dom Duarte, que era um dos varões ilustres da da da casa de... a mãe dele era Lancáster, Lancástre é a inglesa. Mas enfim, saudade é uma das palavras mais bonitas. A palavra conciliar eu gosto muito também. Conciliar. Conciliar quer dizer juntar cílio com cílio, chorar junto, unir cílio com cílio. Acho uma palavra muito bonita. A palavra alegria é uma palavra muito bonita também. Agora, existem palavras que são muito feias. Almoxarifado, por exemplo, eu acho muito estranho. <laughs> Almoxarifado. <laughs> almoxarifado Eu acho um pouco... Esquisita. Mas, enfim, a língua é a é é o conjunto. E ela é a a nossa maneira de de... e a nossa uma conquista do homem. Do homem enquanto homem, do ser humano enquanto ser humano, capaz de de se sociabilizar. Porque uma palavra, o que que é? É um signo, é um símbolo que nós... Inventamos para designar. Parede, céu, mesa, cadeira, quer dizer, é um signo gráfico, é um signo verbal.
Que palavra que você acha que mais te simboliza? Mais o que? lhe simboliza como sujeito? A mim? É. Difícil

pergunta

lá a que

me me significa, me simboliza Acho que é estrambótico. <laughs> Estrambótico pode ser.
Estrambótico.
Pode ser.